Eu fui aprendendo, mas aprendendo assim. Eu tinha que ter aquela casa, porque eu não tinha como contar nem com o meu irmão, nem com irmã. Eu me criei nas casa dos outro. E ali, naquela casa, ali era minha. Então aí, trabalhava, fazia de tudo nessa casa. Mas até que chegou um dia e eu umas, encontrei umas pessoa, essas pessoa falou assim para mim, você quer trabalhar em tal lugar? Eu falei, como que eu vou para lá se eu não tenho para onde Ir. Falou, tem sim. Aí esta família que eu estava nessa casa como se fosse minha, eles dizia, pode ir, se você não gostar, você volta, né. Aí Aí eu voltava. Mas depois aí um dia eu, que eu já me senti mais assim, firme, com aquela vontade de andar e conhecer as coisa, eu saí daquela casa, saí. Mas cada casa que eu entrava, eu tinha todo o carinho para que aquela pessoa me ajudasse eu viver.

Mil novecentos e trinta e quatro. Aí comecei a andar, mas aí eu andava com medo porque eu não tinha um apoio de mãe, não tinha um apoio de pai, não tinha irmão, não tinha parente. Então, eu voltava para aquela casa. Então, ali naquela casa, eu ficava ali até arrumar outra casa para ir ganhar vida e viver. e Isso foi indo até o dia que eu encontrei meu marido.
Você, você sempre trabalhou?
Sempre, sempre. Por exemplo, se eu não queria ficar na sua casa, eu conversava com as minhas amigas, assim, que eu ia para a igreja. Então, elas falavam, ah, naquela casa está precisando de empregada. Lá vou eu para aquela casa. Se eu não gostava daquela casa, eu voltava para trás, né? Depois, quando me via assim muito aperriada, entrava dentro da igreja. a Ali a igreja eu pedia auxílio de Nossa Senhora. para ela que me ajudasse, que me conduzisse, um, me desse uma luz. E ela me dava a luz para mim caminhar. Toda a vida. Foi que ela queria ir sozinha, mas quando me via aflita, eu procurava uma igreja, entrava ali, ali eu rezava, fazia minhas confissão, conversava com o padre, ele sempre me aconselhando, e isso aí eu cavalguei até o dia que eu me casei.
A senhora fala da igreja e tem isso a igreja está presente em vários momentos da sua vida, né. Tudo, tudo,
começou a igreja.

Tudo. Você lembra a primeira igreja que você entrou como que? A primeira igreja que eu entrei
Chama, chama Santa Generosa. Ainda Tem essa igreja
E como que era essa igreja? Ah
Ah, era muito linda, era

Tinha imagem de quando a gente entrava até no altar. Tinha imagem. Então, de um lado, acho que era São José, do outro lado era Nossa Senhora, depois vinha o Anjo da Guarda, depois vinha o Sagrado Coração, do outro lado já vinha Santo Antônio, já vinha São Benedito, já vinha Santa Rita, já vinha Qual é a outra santa, meu Deus do céu? Sagrada da Sagrada Correia, Tudo é, é aquela e ali aquele momento. Mas dali eu já estava com a, com a idade de, de vinte e três para vinte e quatro anos de idade. Eu já estava crescida, né? porque Mas sempre procurava uma igreja. Depois fui estudar num colégio. Colégio de Freira. Esse colégio me ensinou muitas coisa, e me disse para mim, me dizia que sempre para a gente alcançar as coisa tinha que ser pessoas pura, pessoas que não tivesse malícia, né, para, para poder sobreviver. Né. Então, ali, nessa, nessa, nesse colégio, aprendi um pouco, mas aprendi para poder Ter aquela, como diz Eu tenho uma, um esteio, uma pessoa para me ajudar, para me dar conselho. Aí voltava para a igreja novamente. Tudo meu é dentro da igreja, até Tudo que eu coiso é igreja

Tem que estar dentro da igreja, né? E você falou, fala para mim um pouco mais do colégio de Freira, como.

Era tudo isso, tudo Maria, né? E dali eu saía, aí vinha para a igreja de Santo Agostinho. Foi ali que eu conheci meu marido. Esse já estava com vim
Como, como você conhece o seu marido? Como é que foi? a
Ali nós se conheceu, mas eu não dava atenção para ele. Porque eu queria conhecer as coisa, andar, passear, né? Mas não podia muito ir passear, porque eu tinha que trabalhar para poder garantir a minha casa, o meu sustento, né? Aí dali, ficava quieta ali. Voltava a trabalhar. Quando era no domingo, voltava para a igreja de novo. Lá encontrava meu marido de novo. Até que nós se casou.
Vocês
A gente conversava muito pouco. Porque ele tinha um... Assim, dizer... Ele ajudava na comunidade. Ele trabalhava lá ajudando os padre e. Ia, ia para as festa, tudo. Eu não gostava. Então, eu voltava para a casa onde eu estava trabalhando. a Aí, no outro domingo, nós se encontrava de novo, outra vez. Ficava ali Até que quando eu completei vinte e cinco
me casei. Ele pediu a senhora em casamento?
Aí ele me pediu em casamento.
Na igreja, assim, como é que foi?
Não, aí ele falou assim, posso ir aonde você mora? Eu falei, eu moro no emprego. Aí perguntou do meu pai, minha mãe. E eu falei, eu falei para ele, eu não tenho. Não tenho pai e não tenho mãe. Ele falou a mesma coisa também, não tenho pai e não tenho mãe. Eu moro numa pensão. Aí essa família que estão até, são os meus padrinhos de casamento que já faleceram, eles falou assim, eu quero conhecer seu namorado. Eu quero conhecer ele porque se você, você quer fa construir uma família, a gente precisa conhecer esse moço para ver se ele pode casar com você. Eu falei, tudo bem, eu trago ele aqui. Fiz ele ir lá. Aí, quando conheceram ele, me parece que até acho que já se conheciam, porque assim que ele falou, a senhora eh, é a mãe dela, ela falou, mãe, eu não sou, mas eu estou como, eu gostaria de ser a mãe dela. Ela disse assim, porque ela é uma pessoa humilde, ela é boa, ela é trabalha, ela não tem medo, ela faz as coisas direitinho, e nós gostamos muito dela. Porque dos anos que ela está comigo aqui, ela para nós aqui já é da casa. Aí ela falou, está bom. Aí nós marquemos o casamento, né? Foi onde eu falei sim para o meu marido. <laughs> Primeira vez falei sim para ele. Mas um sim assim, sabe? Que ele falou, a gente podia casar só no civil. Eu falei, não senhor. Se não casar nos dois, eu não caso. Ele falou, por quê? Porque não. Porque ou se a gente faz um papel, tem que fazer direito. Você não ah vai fazer assim, quem já, como essas, que eu vinha muita, hoje, uma as coisas está diferente daquele tempo, mas já tinha essa, essa imprudência da das mulherada, dessas meninada, né? Ele disse, ah, porque, você vê, eu estou sozinho. Então eu também sou sozinha. Mas eu me respeito. Eu cuido de mim e você cuida de você. Né. Falou, está bom. Então nós vamos marcar para nós casar. Aí marcamos para casar. Foi assim, um casamento assim. Eu aqui, ele lá no poste. <laughs> foi Depois que eu vestir meu vestido branco e falar sim para você, aí tudo bem. Mas se não, ele lá e eu cá. Portanto que ele trabalhava perto da o, da igreja onde nós casou e eu morava aqui no, no Socorro. Tudo é assim, bem longe um do outro, né? E para se encontrar, nós tinha que marcar o encontro hoje para a outra semana. Porque eu não podia sair todo dia, né? Que uma, que eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir para a escola. Quando chegava na escola, em vez de eu estudar, eu ia rezar. Ia rezar com as freira. Eu gostava muito de rezar, sabe? Aí eles falavam, olha, está vendo? É assim que a gente gosta de pessoas que têm vontade de aprender, mas primeiro a religião, depois a diversão. E assim eu fiz a minha vida até o dia que eu me casei. E passo para muita gente, que eles fala, como é que nós estamos vivendo, né? Eu falo, ó minha filha, se a gente fala que vai passar nessa estrada e que tem espinho, você tem que passar. Agora, se você voltar para trás, ficar com medo, você não passa. Sempre eu digo para elas, e nunca faça juramento, que o juramento se jura, mas tem que jurar com fé. Se não tiver fé, não adianta jurar.
Deixa eu perguntar para a senhora, você falou que você andava muito por São Paulo Você foi trabalhando em muitos lugares.
Nossa, cada lugar, viu? Eu não fui trabalhar no Rio de Janeiro porque não quis. Então, quando eu vim para São Paulo, você quer ver, eu vou recapitular um pouquinho para trás. Tá. Na época que eu vim para São Paulo, quer ver, foi na década de quarenta e três para quarenta e seis. Quando foi no fim de quarenta e seis para quarenta e sete, perdi a mãe. Estava na fase de oito anos de idade. O pai ia fazer treze Perdi ele. Né a Aí, nesse meio, eu fiquei vagando. Eu não Por exemplo, eu chegava Estava aqui na sua casa. Eu pedia para ver se eu podia ficar ali e tal. Eu não tinha para onde ir me apoiar. E quando me via aflita mesmo, a igreja. Toda a vida, a igreja. Aí eu chegava naquela igreja ali. Conversava com os padre, conversava com as freira. Onde você mora? Aí eu falava, ah, eu estou morando na casa de fulano, é ali que eu moro. Aí contava a minha história para eles, né? Falei, eu não tenho mãe, não tenho pai e tudo. Ah, então está bom, então você fica na, está lá quietinha. Estou na casa de fulano, assim. Que eu não podia contar com meu irmão, não podia contar com irmã, nada. Era eu e Deus e a minha coragem. Lá Foi uma coisa assim, bem... Bem leve, assim. Pois aí fui conhecendo as pessoa, fui vivendo, mas sempre caminhando dentro da igreja, sempre. Quando eu achava uma pessoa que dizia, ah, não vamos em tal lugar para fazer isso, eu dizia, não. Primeiro eu vou à missa, primeiro a missa, depois a, a festa. Mas era uma festa de assim, para dizer, estou divertindo, mas era um divertimento que eu tinha que me resguardar para ser resguardada. eu Não fui assim uma pessoa atirada, assim, de fazer coisas e coisas, não. Não gostava. Eu tinha medo, né? Eu tinha que, que me manter séria, com educação, para poder viver. Foi isso foi a minha infância. Por isso que eu digo, muita gente hoje não ama as pessoa e não se cuidam de si porque não quer. Porque o, o, a vivência de agora está muito diferente de quando eu vivi. Que até hoje eu conto como é que eu casei, como é que eu fiz para casar, tudo. Eles fala que é mentira. Eles fala que é mentira. Falo, ó gente, não é mentira. Para começar, eu posso levar vocês na igreja onde eu me casei. Está lá escrito no livro. o O dia, a hora, tudo que eu me casei. Posso levar vocês lá. Aí eles fica falando, mas ainda tem essa igreja? Falei, não, tem a sua. Porque aí eu já brigo, já parto para a briga um pouquinho, né? Mas é uma briga, assim, de, de compreensão e falando para elas. Olha, a gente pode até ser o que for, mas se tiver cuidado com sua cabeça, porque a cabeça é o corpo, né? Porque se, se eu for naquele baile e tiver más companhia e eu ficar lá, eu aprendo que não Não me interessa. E se eu quero me manter uma pessoa sadia, uma pessoa que, que te tem respeito para poder viver, então eu tenho que, não posso me atirar.
Deixa eu perguntar para a senhora que se, a As diferenças da cidade, como é que foi chegar na cidade e ver coisas diferentes?
Não, a minha cidade foi aqui em São Paulo mesmo. Foi tudo aqui. Só teve uma cidade que eu fui, mas tive que voltar para trás, co, bem dizer, correndo. Porque a eh, quando eu cheguei nessa casa, o homem da casa queria me pegar. Mas eu mostrei para ele que eu não era a filha dele, ele não era me, nem <clicks tongue> Como é que se fala? Não era propriedade dele.

Porque eu queria trabalhar, e me manter, e dei respeito e para ser respeitada. a Aí voltava para trás, aonde eu procurava essa família, que me acolheram, que me ensinaram, que me disseram para mim, olha, o mundo é desse jeito, mas se você tiver um pouquinho de juízo, você tem tudo. E assim eu fiz até o dia que eu me casei.
E depois que vocês se casaram, vocês foram morar juntos? Como que vocês continuaram a vida?
Trabalhando a mesma coisa e cuidando de igreja. Então, eu conheci meu marido, eu tinha vinte Aí passou os vinte e três, vinte e quatro Com vinte e cinco anos eu me casei. Olha quanto tempo que eu esperei. Né Não tive aquela, aquela infância de correr assim e já logo abraçando ele e vamos que vamos, mas não tive de jeito nenhum. Que eu sempre, eu, quando eu estava dentro da igreja, eu via os casamentos. a Aí aqueles casamento me dava aquela esperança, aquela vontade de casar. Mas eu falava, se eu não tenho namorado, como é que eu vou casar? né Né. Aí falava assim, ah mas acho que eu vou casar. Largava ali e ia embora. Pois aí, o que que você viu lá na igreja? Olha, eu vi muitos casamento. aí Essa família que eu estava trabalhando, Eles falavam, ó, para casar tem que ser daquele jeito, mas tem que ser uma pessoa séria. Agora se você quer viver e ficar assim na rua, né? Tinha hora para entrar, tinha hora para sair, tudo, né? Tudo isso eu fiz, mas fiz uma, uma coisa assim bem, sabe, sempre querendo aprender e estou aprendendo, ensinando para os outros como é que tem que ser, como é que tem que fazer as coisa.
você falou agora que assistia os casamentos. Você lembra de algum casamento que você viu que você achava muito bonito e que você? O que que chamava a sua atenção nos casamentos?
Chamava a atenção que eu queria casar. <laughs> Eu só queria casar, mas casar do jeito que eu via ali. Véu, grinalda. Lá naquela época tinha as grinalda grande, aquele vestido longo, bonito, né Assim eu fiz o meu casamento. Fiz não, fizeram para mim. Meus padrinhos fizeram para mim.
Então com vinte e cinco anos vocês casaram, vocês continuaram trabalhando, continuaram indo à igreja, mas o que que mudou na vida de vocês? Vocês passaram a morar juntos? Não? Como que foi a vida de vocês de casado?
Ter a família, construir a família e, e ficar junto. Nunca briguemos. Nunca brigamos.
E vocês se casaram e foram morar onde?
Aí nós fomos morar no Jardim Pedreira.
Só vocês dois,
Fui morar lá, que é lá que ele tinha já uma, uma casinha, a gente casou, né, e fomos morar lá. Aí lá já nasceu o primeiro filho, depois já veio o segundo que eu perdi, depois veio o terceiro e o quarto. Desse aí eu parei. E sempre trabalhando. Saía de manhã, chegava em casa nove horas da noite.
E vocês mudaram para o Jardim Pedreira, e como é que era esse lugar onde vocês viveram, como é que era? Hoje lá é uma cidade
É uma cidade.

É uma cidade hoje, o Jardim Pedreira. É aqui, depois de Passando Como é que chama o nome do lugar? Sentido como quem vai para lá, meu Deus do céu. É, é isso mesmo, é aqui para o lado de Santo Amaro, é como quem vai para o lado do... Como é que fala? De Interlagos, mas não é Interlagos, é uma outra mão, né? Mas o lugar chama Jardim Pedreira.

Depois veio o segundo, que eu perdi.

E a casa de vocês, Pedreira, como é que era a casa de vocês?
A minha casa era um quarto, sala e cozinha.

Mundo junto. Bom, mas aí eu já tinha meu marido. Já era eu, minha, minhas era, eu, os dois filho e o marido. Só nós morava nessa
Fala. E a senhora falou dos seus filhos. Como foi ser mãe pela primeira vez? Como que você Que lembrança que você tem? Quando você ficou sabendo que ficou grávida? Como é que Que foi? Aí
Eu fiquei assim, sabe? Parada, assim. Aí essa minha madrinha, onde é, na casa onde eu me casei, ela falou para mim, agora você vai ser mãe, você vai ter uma família. Eu falei, tá, tudo bem. Aí tive o primeiro filho, né? Desse primeiro filho deu uma parada, né? Esperei um ano e pouco, depois tive o outro, eu perdi, né? Depois tive a o, a menina, né? a Aí dessa menina a gente já estava tudo formado, as
E a senhora disse que teve lá em Pedreira mesmo, mas como é que foi o nascimento da do seu primeiro filho? Nasceu em casa. Nasceu em casa.
Os três filho nasceu em casa. E como que era isso? Com parteira ainda Né. Nasceram em casa.
Você lembra de quando foi o parto? Vocês tiveram que chamar a parteira, como foi? A
Ah, o parto foi difícil. Porque se fosse no hospital, ele não nasce, ele era para nascer dia Mas com a luta minha para ele nascer e a parteira não soube lim, me ajeitar, me com, me ajudar. Ele nasceu dia vinte e seis, mas ele era para nascer dia vinte e cinco à meia-noite. Ele foi nascer seis e pouco da manhã. Né. Primeiro filho. o O segundo eu já sabia mais ou menos como é que era. Que esse Esse também foi dia vinte e cinco de novembro. Nasceu também em casa. Essa a terceira nasceu em casa também, mas já sabia, né? Essa nasceu três horas da tarde. <laughs> Ai, foi engraçado esse parto. O que aconteceu, o que que foi diferente? Esse já, já estava mais assim, mais vivido, vivido naquela convivência das, dos vizinhos. Tinha mais, conversava mais com as pessoas de idade. Aí eles falou, ah, é assim mesmo e tal.

Essa foi a sortuda. Essa nasceu no hospital, essa aí. Nasceu de, de manhãzinha, nove horas da manhã nasceu. Foi no hospital, né? Foi toda de, olha eu, eu fico vendo as novela, assim, daqueles parto, assim, falo ai, que coisa mais feia, né?

Como que vocês. Aí eu digo, eu fiquei com ele até que ele começou, quando ele cresceu, que foi para escola, tudo. Foi bem difícil, viu? Não foi fácil Não. Foi bem difícil. Bem difícil para mim, para mim poder criar eles. Mas depois daí fui acostumando. Aí já ter, aí já apareceu os parente do lado do marido, já deu um, já ficava um pouco com eles para mim.
Mas foi bem difícil para criar essas filha aí. E você sempre trabalhando na mesma casa, você trabalhava com ela naquela casa daquela família. A
Aí de dessa família, aí, aí invertemos o negócio. Aí comecei trabalhar nas comunidade da família. Cada casa eu ia trabalhar, aí passei trabalhar por dia. Sabe? Trabalhava por dia. Mas era fazia a mesma coisa como se estivesse morando na casa, né? Trabalhava por dia. <clicks tongue> Ah, é uma coisa bem esquisita, sabe? Não gosto de falar muito, não. Não. Porque tem hora que me dá um, fico me olhando assim de ver a convivência de hoje, naquela época, foi difícil, viu? Foi bem difícil. Mas foi difícil assim, uma coisa que eu tinha esperança, tinha fé, e sempre o que eu fazia, eu não tinha medo de chegar em casa e contar. Se eu fazia coisa errada, se fazia certo. Toda a vida, tudo que eu fiz, as carta na mesa. Sempre procurando trabalhar para poder viver e criar os filho.
Mas e você, você, tudo foi, foi um momento difícil, mas seus filhos hoje estão crescidos, estão criados, e você tem lembranças boas da infância deles, de Ó, um pouco tenho, um pouco não tenho.
Sabe?

Quando ele completou sete anos, já foi para a escola.

Também teve que ir para a escola, mas cada um numa escola. E eu trabalhando a mesma coisa. a Aí é que redobrou mais, que aí eu saí, saía de casa três horas, quatro horas da manhã para trabalhar. Chegava em casa nove horas da noite. Chegava em casa, achava eles deitado na cama, e o pai também, Às vezes o pai não estava em casa, porque o pai trabalhava uma semana de dia e uma semana de noite. e E eu trabalhava direto. Eu entrava no serviço sete horas da noi, da manhã, saía cinco horas da tarde.
E vocês, você falou do Jardim Irene, agora e você tem uma relação muito afetiva com o Jardim Irene, você
Então, a, ali no Irene que foi a, a, a convivência para criar os filho. Foi ali no Irene.
E como era no bairro? Eles brincavam com a as crianças? Você eles. Hum.
tinha bairro, mas tinha bairro. agora Agora é cidade. Agora é cidade.

Não.

Aquele radialista.

Ah, meu Deus. Então Olha, nós vamos ficar aqui o dia inteiro então. <laughs> Nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Ó Olha, vizinho. Você já viu fazer tijolo? Já. Então, lá, lá onde nós mora, agora não é mais porque agora virou cidade. Tinha, era Era sítio que foi transformado em loteamento. Esse loteamento tinha o Zé Bettio, que tinha a rádio, aquela rádio, como é que ele fala? Rádio Mayrink Veiga, a Rádio Tupi, é a, qual é o? É Mayrink Veiga, Rádio Tupi, é isso mesmo. Então tinha esse, e o rádio era rádio a galena, não é, rádio de pilha, não tinha luz elétrica, sabe? Para nós trabalhar mesmo, a gente saía da onde nós tá e ia até o Valo Velho de a pé, para pegar o primeiro ônibus para vir para cá para trabalhar, para São Paulo. Era duro, mas era uma, uma coisa boa, sabe? A gente pisava naquele barro, um barro bom. Né? A Agora o barro agora tem espinho, né? E naquela época a gente tinha, tinha aquele barro tão bom, a gente pegava aqueles barro, fazia aquelas massa assim, rebocava a parede da, da casa das velha, né? Fazia baile, tinha forró. Era muito bom aquele tempo. a Agora só fica atrás de disco aí, não sei de quê. <clicks tongue> Agora ninguém não quer ver tocar uma sanfona, não quer ver tocar direito um violão. Né? Mas, naquela época, a gente fazia cada forró.

Ó. Nossa
Como que era esses forrós, era no Jardim Irene mesmo? Ah
Era por ali, por situante ali. Né? Era por ali, por situante Ali, né? E como vocês
organizavam? Como vocês faziam os forrós?
Cada um fazia na sua casa. Agora, na casa onde eu, lá perto da onde eu morava, lá tinha uma família que gostava de fazer baile. Nossa! Era muito bom.

Agora. Agora está acabando tudo. Agora
Mas para quem não conhece, para quem quer, quem tem, não tem mais. Vocês iam juntos, iam a sua
e amigos? Ah, ia todo mundo. Ao vivo, como era. Todo mundo ia para lá, para aquele baile para dançar. Era bom. Era bom mesmo. Ainda tem alguns lá que quer fazer. Ainda tem. Tem uns lá. Se quer fazer baile falou. Quer fazer, pode fazer.

Então <clicks tongue> tudo bem. E aí como foi a criação dos seus filhos agora o

A fim de semana a gente ficava dentro de casa. Que a igreja era um pouco longe para a gente ir. Mas criei eles dentro da igreja. Depois que eles, mais ou menos uma casa de de dez, de dez até quatorze anos. Aí já tinha igreja, né? já Aí já podia levar eles, já levei eles para a igreja, tudo direitinho. Fizeram a primeira comunhão. Tudo direitinho, graças a Deus. Todos eles dentro da igreja. Nada de dizer, ah, vou para tal lugar assim.

Primeiro vamos fazer a nossa oração, depois aí vocês podem brincar, né. Mas foi muito bom. Um pouco foi meio pesado, mas um pouco foi bom. Bom sim, graças a Deus. E graças a Deus eu criei eles, soube levar, não deixei eles fazer palhaçada. E estão aí ó, graças a Deus. Dei escola, dei tudo para eles.
Quando você fala desse período, o que que você sente vontade de contar deles assim?
Deles? É Tem muita coisa para contar. Nossa, muita coisa. Muita Coisa para contar. Um, uma criação assim, que eles cresceram e eu trabalhando, mas não deixei de cuidar deles, de jeito nenhum. Não deixei. Nem eu e nem o pai. Eu de um lado, ele do outro, e nós criou eles. Pusemos na escola, tudo. E nós não tem escola direito, não. Nós estudemos até a terceira série muito mal. E para os filhos a gente deu o que pôde dar para eles. Fizemos o impossível, né, para, para criar eles e mostrar para eles como é que se para, para viver, para depois construir a sua família. Então tá. Estamos vivendo e. Ensinando eles ainda como é que tem que fazer ainda, né? Porque eles a, a escola da família nunca acaba, né? Toda vida a gente quando se. Bom, eu no meu caso, eu aprendi sozinha. Mas aprendi assim, confiando que Deus e Nossa Senhora, que ela é minha mãe, eu pedia a ela que me ajudasse, que me ensinasse a ensinar meus filhos. E eu ensinei. Se não aprenderam, porque não quiseram.
Mas que eu ensinei, eu ensinei. E a senhora, depois vou recapi, voltar um pouquinho porque você falou de quando vocês foram Pode voltar um pouquinho, porque eu estou pulando bem bastante, porque é muita coisa. Quando vocês foram para o jardim Irene como que vocês conseguiram essa casa nova para poder sair. Ah
Aí compramos um terreno para a gente morar. E vocês mesmo construíram a casa Meu marido mesmo que fez a casa.

E como foi essa?
Para fazer a casa? É. Ah Ah, foi fácil. Porque assim, ele, nós comprou o terreno, né? Não tinha onde, um lugar certo para morar, mas estava na casa de um parente. Aí esse parente falou assim, eu vou te ajudar você fazer sua casa. Ele falou, não, a casa já está pronta. Ele pensou que era mentira, né? Aí foram lá ver, e era verdade, estava pronta. Um quarto. Tinha um quarto. Aí nós estava ali. Aí depois, olhava o terreno, tudo aberto, né? Ele falou, vou construir aqui nos fundo e mais para a frente, a gente faz na frente a casa. Então tem a casa dos fundo e tem a casa da frente. Tudo ele que fez. Tudo. A gente comprava o material e deixava lá. Quando era no domingo, nós ia fazer a casa. E fizemos.
E todo mundo traba
Era só eu e meu marido e os dois filho. Bem poucas pessoa foi ajudar ele fazer a casa. Bem poucos né. Porque se ia hoje, quando é daqui a dois meses que ia aparecer lá, aí meu marido pegou e fez sozinho a casa. Sozinho. Só para cobrir, eh cobrir e pôr a massa na laje que ele chamou os parente para ajudar. Mas ele fez sozinho a casa. Fa, se vocês forem lá, vocês vão ver que casa. Fizemos um palácio. É e aí todos os filhos tinham
Quarto, cada filho tinha seu espaço?
Não, fiz a casa só com dois quarto, sala, cozinha e banheiro. Aí criamos os filho. Aí fizemo assim, as duas menina ficava no quarto e o menino mo na sala. Que é um homem só. E assim nós fiquemo até, até o dia que eles casou. Dois já são casado, né?

E pronto. Então tá lá, a casa grande, duas casa, tamo lá. E

Ela é cabeleireira, é Ela que tem os dois filho. Por isso que eu tenho quatro neto, né.

Casou com trinta ano a.

Está bom? Casou com trinta ano. Falei, ah, ah não, não quero casar agora. Falei, então, não casa. Aí completaram trinta ano e casaram.

Acho que eu tenho uns quatro neto viu.

Está lá, né? Agora a casa está para mim, eu estamos os três na casa. Estamos lá.

E como é que era? da infância, como é que era lidar com os três? Eles tiveram uma infância muito diferente da que você teve. Sim. Muito, muito diferente. E você tinha essa preocupação em que era Diferente
A minha preocupação era essa, trabalhar e mandar eles para a escola. Trabalhava e falava, você tem que ir para a escola. Ensinei a hora de relógio para eles. Ensinei. Eu falei, ó, tal hora você tem que ir para a escola. Mas veja bem o relógio, qual é o ponteiro? Mas tudo isso eu escrevia para eles, né? E eles iam direitinho para a escola. a

Nossa!

É. Por isso que ela está aí, ó, hum. Essa aí. Te contar, viu?

Falei, deixa minha filha quieta aqui. Tem nada que pegar nela. <laughs> <laughs> Falei, deixa ela quieta. Não, mas deixa ela quieta comigo. Ah, mas eu queria... Não. <clicks tongue> De jeito Nenhum. Ela tem que ficar comigo. Então, graças a Deus. Essa já foi diferente. Nossa! Hum. Creche, de escola, tal. Isso aí foi diferente. Agora os outros dois, coitado. Nossa, comeram barro até nos olho. Mas criaram. Criei, dei escola, dei tudo
Para eles, dei. Deixa eu perguntar para a senhora uma coi Vocês faziam outros eventos nas su, nas próprias casas, né? Você chegou a falar da missa que era rezada dentro da própria casa.

E ele veio para o Brasil porque ele é estrangeiro. Então, ele vai tinha que trabalhar para mostrar se ele estava fazendo alguma coisa aqui, senão ele era voltado para trás. a Aí ele começou a andar por ali, vendo aqueles loteamento tal. Aí foi para esse lado, lá da onde nós mora, encontrou uma igreja, que, que foi a igreja de Santa Terezinha. ele queria uma, fazer uma outra. Pegou, começou a andar por ali, encontrou um terreno, que até essa igreja é de frente com a minha casa. a Aí conversou com o dono assim do lado, que já faleceu, se não tinha ali um terreno para vender, que ele queria fazer uma, uma outra igreja e trabalhar ali na, né?

Falou e disse assim, eu tenho um terreno aí. Se o senhor O senhor quer fazer uma igreja aqui, mas se eu falar o nome do santo e der o terreno para o senhor, o senhor faz a igreja, ele falou, faço. Ah, não faz, faço. Ele disse, não, eu não, a comunidade vai fazer. Tudo bem. Aí ele falou, eu dou o terreno assim, mas tem que ser o nome de Santa Isabel, a comunidade.

Aí veio a outra, a mulher dele. A mulher dele falou assim, ah não, mas tem que ter um São Benedito também, para fazer o casal, olha só.

Aceito. Então por isso que tem lá, eu falo que tem dois, três Benedito lá por causa disso, né? Porque para fazer a igreja nós tivemos que arrumar o casal, né? Os padroeiro Aí, então, pusemos Santa Isabel e São Benedito. Depois, no decorrer dos anos, apareceu outro Benedito. Eu falei, mas que tanto Benedito é esse aqui? Deixa para lá. Não, ele tem que ficar aqui Aí, o outro padre, né? Falei, está bom, deixa esse Benedito aí. Está lá, né? a Aí, nós, para mas para fazer a igreja, tivemos que, assim, aqui começamos, mas não po
Você estava falando que a, que a irmã es, a irmã tinha doado um Benedito e estava falando um pouco da igreja agora. Vai. <coughs>
<laughs> Pera aí, para recapitular de novo Vai ser assim, ó. Tá. A igreja de

né. Mas é assim, eh porque ela tem esse o, o padroeiro, né? Por causa que a a esposa do do, do doador do terreno falou, então, se você quer Santa Isabel. Santa Isabel, então tem que ter, tem que ter um outro santo. Mas ela disse, como que eu vou arrumar esse santo? Aí aparece a irmã e falou, posso trazer um Benedito? Ela falou, traz. Então, e para fazer as coisa lá, tudo ela pedia para São Benedito. Sabe? Ela falava, ai, São Benedito, ajuda aquele homem construir a igreja. Ai, São Benedito. Então ficou, Santa Isabel e São Benedito, são os padroeiro. Agora, para rezar a missa, depois da que que a gente iniciou a igreja, aí para construir a igreja teve que rezar a missa na minha casa. Por isso que tem aquela fotografia. Ali é a, a minha casa, aonde eu moro ainda hoje, né. a Aí o padre vinha, via como é que estava a construção e rezava a missa. Assim nós fez até o dia que a gente vimos a igreja de pé e coberta. Nós levou mais de de dois anos para fazer a igreja.
E sempre na sua casa a missa?
Todas missa foi na minha casa. Toda, todas missa. a Até que se a gente não fosse a trocação de padre, ali a minha casa era para ser a igre a. A casa paroquial, né? Ainda assim, um dia eles falam de vez em quando.

Todo mundo me conhece. Se eles vão pregar um prego na parede, me chama.

E cuidar da igreja. E todo mundo te conhecia por conta da igreja Por conta da igreja. E você convidava as pessoas, como que
Não, quando nós estava fazendo a, a igreja, o povo que vinha para... para ajudar, ou então vinha para a missa. Aí nós ficou se conhecendo. Fomos formando a comunidade ali. Ali que nós formou a comunidade. Ali nós fizemos Tanta coisa que a gente faz, mas é assim. A pessoa não se interessa por aquilo que você está fazendo. Só quer você. Naquele momento. Depois acabou dali. E quem ficava ali era eu. Eu que ficava ali olhando. E estou até hoje.
Você disse que vocês fizeram um monte de coisa, conta para a gente o, o que vocês faziam na comuni
Quermesse Procissão. Conta um pouquinho de detalhe para a gente, eu estou, até eu estou curioso.

Boa. <laughs> E vocês fechavam a rua? Como

Não precisava fechar a rua nada. Era só pôr a banca assim e já põe os comes e bebe lá. E música E música?

Tocava o Gonzagão. Padre Zezinho. Eh, ainda tenho o disco deles ainda. Né. Disco discão? é aquele disco Setenta e oito rotação. Ainda tenho. Tenho ele ainda. Então, tocava o Gonzagão direto, Padre Zezinho. Né Tocava Alcione. Eh Eram direto. Direto mesmo. a Agora que eu parei um pouco de tocar, mas eu tocava, viu? Ligava a vitrola, assim, todo mundo escutava. Teve gente que até chegou gravar, né, para eles, que disse que não achava aquele disco. Falei, como que não acha? Tem o museu do disco.

Nós vamos regravar e eu mando para a senhora de volta o disco. Desse jeito assim. bom mesmo, viu?
E como era o relacionamento do seu marido e da sua família com tudo, tudo isso que você Fazia. Eles se

Só deixava eu ali. Quando era para guardar, porque tinha que fazer as barraca, né? Aí fazia as barraca, arrumava tudo direitinho. Depois para guardar eles chegavam para ajudar. Muito pouco eles me ajudaram.

Essa aí foi uma guerreira danada, viu? Do tanto que eu faço, ela também fazia. Ela não tinha medo não, né? Então, foi uma coisa assim, que a gente criou os filho dentro da igreja.

Trabalha ainda até hoje, ela trabalha.
E o seu marido? Porque você falou dele. Depois que vocês casaram. Ele tem, ele muito isso? Você já falou que ele trabalhava dia e semana de noite. É.
Trabalhava na fábrica, né? Ele era metalúrgico. Era metalúrgico, né? Ele só dava uma olhada assim e se mandava. E eu estou ali com o Luiz Gonzaga, padre Zezinho, não querendo nem saber. Mas na hora de guardar as coisa, ele chegava para me ajudar. Me ajudava muito.

Estava trabalhando sim.

Aí já, já era diferente, né?

Para criar ela. Então, você teve parou de, você trabalhou durante um tempo em ca, casa de família, agora por dia, e depois você foi trabalhar na creche?
Depois eu fui trabalhar na creche, me encerrei na creche.
E como você a creche? Como você foi trabalhar?
Então, através da comunidade. sabe, que conforme foi crescendo a comunidade, aí apareceu uma, umas,, umas pessoa lá, uma família lá e disse para o padre assim, padre, vamos fazer uma creche? Desse jeito assim e Ele falou, como fazer a creche? Vamos sim, padre, vamos fazer uma creche. e E nós fizemos a creche. Sou a fundadora também dessa creche.

Aí nós fomos para a creche. Fizemos a creche, mas trabalhando na igreja. Não deixei da igreja. na Na creche eu trabalhei vinte anos. vinte anos de creche. e E me aposentei na creche.

Da creche com a igreja, ela sabe. E o que você fazia nessa creche agora? Era cozinheira, eh Era cozinheira. Ah, hum Até hoje, eles fala como é que eu faço a sopa de fubá. <laughs> Até hoje, eles perguntam como é que eu fazia aquela sopa de fubá para, para as crianças. É. É rece. <laughs> Ai meu Deus, eh, olha

Ela sabe.
Essa já foi uma fase um pouco melhor da. Foi, já foi melhor, já
Foi melhor. Porque aí a creche, eu tinha horário para entrar e horário para sair, né? Porque a cozinheira entrava às sete horas e saía às quatro. Mas eu saía era três hora, que quatro hora nada. Pois eu, eu fazia de No começo da creche foi meio ruim, porque até formar a creche e depois fomos para a prefeitura para com, para fazer os, os pa, as pessoa ser cadastrado. Né Foi uma, uma vidinha até bem, bem esfolada, mas cada um que das que pessoa que trabalhou na creche agradece hoje. que a gente tinha amor, né? Aquela vontade de fazer comida para aquelas criança, que as mãe ia trabalhar, e onde é que deixava as criança? Então, levava para nós. Nós começamos com dezoito criança, quando nós vimos nós estava com, com trinta criança. De trinta fomos para noventa criança. e E criamos. Não deixamos ninguém Ficou doente por causa disso. Criança chegava lá doente e saía de lá são Porque era a falta de comida, né? E essa creche ainda existe até hoje. E além da
Que outras coisas assim significativas vocês fizeram com, que permanecem assim, que você fala, ah, isso, eu sou fundadora, eu participei? É né
O negócio da creche e a comunidade. A gente fez a comunidade crescer. Cuidando da igreja, a mesma coisa. Nenhuma se desliga das duas igreja. Que foi as primeira igreja do Irene. Que é a Santa Terezinha com Santa Isabel. Então, se a gente faz um evento para cá, Aqui, a Santa Terezinha já fica sabendo. Se a Santa Terezinha faz, a Santa Isabel está sabendo. eh É tudo, a gente somos irmãs. Eles falam que nós somos irmã.
É. Deixa eu voltar a uma coisa que você comentou comigo. Você tinha falado da igreja... Você falando em igreja, eu queria que você voltasse para igreja na qual você casou. Porque você queria. Santo Agostinho. Era Santo Agostinho era o nome da igreja na qual a senhora casou. E que existe hoje. E on
Sabe ali a Beneficência Portuguesa?

É ali perto.

Aqui na Vila Mariana. Né
Ali. Então, vou voltar para a creche agora. E

E que outras coisas mudaram com a creche? A sua vida pessoal em casa, com o marido?

Como que, que foi toda essa...
Aí foi melhor para criar os filho. Foi, não foi difícil. Porque aí já estavam grande, né? Já, já estudaram. Quer dizer que não, não foi difícil. Mas até chegar à época da creche, foi difícil. Não foi assim. Foi difícil e não foi. Porque que a gente tendo vontade de fazer as coisa e amor, a gente faz. Sabe? A gente trabalha. Não pode é ficar com aquilo, assim, ah, porque eu não vou fazer isso. Vai seguir. Né? E eu não tinha medo de fazer as coisa, não. Tinha não Até hoje não tenho medo, não. Só que agora não estou podendo fazer mais coisa que estou caindo que nem uma, uma jaca veia. Não sei mais, não sei. Deixa eu perguntar
Mas é difícil, viu? Você falou dos seus quatro netos. Você tem quatro netos. E ser, ser avó foi uma experiência ainda mais diferente do que ter sido Mãe. Como é que foi ser
Pois agora é que eu me sinto mãe. Que eu quero eles tudo junto comigo, né. Sou mãe dos, dos dois, desse, desse, um desse, sou mãe e vó e madrinha. E tem o outro que ficou em casa tomando conta do vô. o outro Os dois que estão em Recife sou só vó, né.
Né. E eles foram para Recife faz muito tempo? Ah
Ah, tem anos já que estão em Recife.
Mas foram os seus primeiros neto?
Os meus primeiros netos foram para o Recife.
E como foi quando eles nasceram?

Então.

É tudo ali no Irene. Tudo uma co, a A minha vida mesmo está ali no Irene. Está tudo ali. Não é
Então, vó e mãe, você é desses outros dois mesmo? E como é que é isso de ser e mãe. Qual
Eu sei lá, eu sei que eu pendo mais é por aqueles que estão lá longe. Porque os que estão perto de mim, eu estou achando que eles estão bem acolhidos comigo. E os que estão lá longe, eu fico sentindo saudade dele. Mas é bom a gente ter uma outra vida, né? Tem um. A gente pensa assim, como é que educou seus filho, como é que a gente viu eles crescer, né? Porque meus filho crescer eu não vi. Agora os neto estão crescendo, eu estou vendo como é que eu criei meus filho. Como é que eles cresceram. E como que eles cresceram se falasse hoje Estou vendo o dia a dia deles. Ó

Então eu vi como eles nasceu. Ajudei eles, estou ajudando até hoje. a Agora já os meus filhos não, foi a trancos e barranco. Mas criei, não tive... dizer assim, eu vou deixar eles em qualquer lugar. Eu tinha, saía para trabalhar, mas quando eu voltava eu queria junto comigo. Então quer dizer que agora é que eu estou vendo o que é ser vó, ser mãe, tudo. Né E eu quero sempre eles comigo, não quero que ninguém saia de perto de mim.
E com eles você faz O que que você faz com eles que você não conseguia fazer com seus filhos?

Passeios, vocês vão para lugares diferentes?
Passeio nós fizemo através de creche. Mas quando eu tive só os meus filho, a gente não tinha passeio, não. Não tinha, não. Passeio nosso era se trabalhar dentro de casa e ficar ali dentro de casa. Saía para trabalhar eles tinha que ficar dentro de casa. Não tinha negócio de passear, conhecer as coisa daqui e daqui por lá. Não, de jeito nenhum.

Agora tem passeio, agora tem tudo. E no tempo que eu estava criando os meus filhos, não tinha isso. Tinha não.

Eu queria que, que você falasse um pouco de Coisas você na comunidade? E que você pode estar jaca podre, mas Você ainda está ativa, né? <laughs>
A comunidade está boa. Está boa a comunidade. Está tudo bem, graças a Deus. Eu acho que através de mim, porque tudo que faz lá se eu tenho que saber de tudo. <laughs> Tudo, tudo, tudo. Até a escola, temos escola à noite, né? Aí eu junto com a escola, de canto a canto, eu quero saber tudinho. Para entrar lá dentro da igreja, eu pergunto, o que que você vai fazer? Porque eu fiz da igreja a minha casa. Tanto eu cuido da igreja como cuido da minha casa. Então, por isso que eu digo, a as coisa da pessoa a acontece se quer, se não quer não acontece. E graças a Deus eu faço assim. Se eu vou sair, eu falo, ó, isso assim, assim. Tem que dar só para fulano. Passou dessa pessoa, não dê. Que é a chave da igreja. Então ali está a minha casa, a minha vida, os meus filho, meus netos, a minha comunidade. Está tudo ali naquela igreja.

É isso que eu falo. Comunidade. Comunidade sadia. Todo mundo, todo mundo chega e me abraça. Diz Eu falo assim, eu vou embora. Não, não vai não. <laughs> Porque é um, né? Eles falam Um apego assim que, né? Eles falam, nossa, mas até hoje. Olha e Eu vi o primeiro tijolo da igreja. A primeira missa. Meu marido fazendo o alicerce da igreja e levantamos a igreja e a igreja pronta.
E você tem algum sonho hoje, assim que você fala aí, um sonho para realizar? <clicks tongue> Ah
Ah, tem muito sonho. Sonho tem bastante. Tem muito sonho. tem Muita coisa. Mas não dá para contar que é muita coisa. <laughs> Mas está tudo bem, graças a Deus, todos me respeitam. Eu também amo eles. Tem pessoas, tem meninos que eu vi assim, então desse tamanho chega e vem me abraçar. Aí eu, né eu falo está vendo? Falo, se você fazer uma coisa errada aqui, te puxo a sua Ele falou, pode puxar. A senhora eu deixo, a senhora eu deixo a senhora puxar a minha orelha. Eh Graças a Deus, até a data de hoje.
E para a senhora, como é lembrar sua Apesar das dificuldades, apesar de tudo, como que é olhar para trás, estando aqui hoje com seus filhos criados?
Eu não gosto de lembrar as coisa de que passou. É uma, uma vida que eu não sei. Fui criada sem pai e sem mãe, mas sempre tendo aquela convivência de quando eu encontrava aquele, aquela casa para morar, para mim viver, Eu me sentia que eu tinha uma família, mas uma família meio distante, assim, bem né? Mas eu tinha amor, carinho, e tudo que eu falava é, sim, senhora, sim, senhora. A senhora me chamou, dá licença. Posso pegar isso? Posso pegar aquilo? Isso também passei para os meus filhos. Tudo que você tem nas mãos, você tem que primeiro pedir licença. E pedir a Deus, que é aquele lá em cima é que fala a verdade. Não mentir, né? E ter coragem. Chegar perto da pessoa, se for para puxar a orelha, puxa a orelha, mas puxa com gosto. E pisa firme no chão. Porque sempre a, a força que faz a força, né? Com a força a gente vive, o carinho, a educação, né? Porque se não tiver educação e não tiver aquela vontade de, de que, que você me ajude e eu você me ajudar, e eu ser ajudada, não adianta. Por que que eu vou mentir para você, né? E sempre ter tudo limpo, tudo. Os dedo da sua mão têm que estar limpinho. Nem calo não tem nas mão. Só. Vou embora. <laughs> Calma Ah Acho que falei mais ou menos assim para o lado, porque se for sentar mesmo. Está ótimo. Né. <laughs> Mas é isso mesmo que eu estou te dizendo. A gente tem que viver, aprender, ensinar, amar e ser respeitada para ser, ter respeito. Sempre dando respeito, sempre chegando perto de você e dizendo eu te amo, mas amar com fé, porque se não tiver fé. Está bom. Eu acho que é isso aí. <laughs> Agradeço, dona Maria a sua participação e a sua honestidade.